Mil novecentos e sessenta e um. E o nome dos seus pais?

Eles estão vivos ainda?

Já faleceram.
E o que que eles faziam?
A minha mãe era do lar, né? E depois que ela ficou viúva, aí ela passou a se, ela fez curso e foi ser enfermeira.

Ficou com vinte e seis anos. E E o meu pai era médico ortopedista no Hospital das Clínicas. E
O que que você sabe assim da origem de da sua família, dos seus avós, da onde vêm?
Olha, a família da minha mãe é uma mistura de portugueses com indi, com índios e o meu pai já é mais uma coisa de português com com espanhol, alguma coisa desse tipo.
E você tem irmãos?
Eu tenho duas irmãs.
E você é a?
Do meio.
A do meio, e como elas chamam, as outras duas?

Todas mulheres.
Isso.
E você tem alguma lembrança assim de de infância, de quando vocês eram pequenos? Seus pais sempre foram daqui de São Paulo?

E vocês moravam em que
Minha mãe era de Minas, veio para cá na adolescência. A gente morava em Pinheiros né, aquele do lado do Hospital das Clínicas, depois para Pinheiros, e depois a gente mudou para Osasco, quando minha mãe ficou viúva.
Mas como é que era essa casa de Pinheiros assim, a primeira casa? O que que você lembra?
A primeira casa era ali perto do onde tem a passarela do Hospital das Clínicas né, que a gente teve que mudar de lá, porque justamente pela construção da passarela, que hoje o terreno está lá e é um estacionamento. Então, que eu lembro muito muito pouco de lá eh, tinha. Brincava muito. Pelo pelo status do meu pai, a gente tinha, minha mãe tinha uma vida de madame, não lembro muito, né? Assim, nessa fase eh dela participando das brincadeiras. Era mais, assim, outras pessoas, babá, vizinhos E era uma rua que era eh estilo vila, que fala hoje, né? Tinham várias casas, numa ruazinha fechada e foi lá onde eu adquiri meu apelido, né?

Os amigos, e no meu serviço, o pessoal me chama pelo nome né E. Porque a minha irmã né, quando eu nasci, tinha uma amiguinha que era a Tata né. Quando a pessoa mais velha né, em respeito, se chama Tata. E ela não conseguia falar e falava Tuta.

E aí foi dito e feito.

Tinha uma turminha de amigos? Como é que era?
Olha, eu era muito pequena, porque quando meu pai morreu eu tinha seis anos. E com cinco e pouco a gente saiu de lá por causa da construção da ponte. Mas o que eu me lembro era assim, era era muita boneca e... eh esses triciclos, né, que inclusive eu tenho uma foto, né, que sentava atrás e a da frente pedalava, né, mais isso que eu lembro. E minha mãe contava que a gente passeava muito no Parque Trianon, mas essa fase eu não lembro, acho que é muito novinha, né, eu não lembro.
E daí vocês mudaram para Osasco.

Aí foi onde minha mãe teve né, condições de comprar uma casa e a gente foi morar lá. Só que aí nessa fase a gente já passou a frequentar uma creche que tem dentro do Hospital das Clínicas. Como meu pai era funcionário lá, aí ela viúva teve que voltar a trabalhar, então aí ela matriculou a gente lá. Então o que eu lembro mais é dessa fase de lá do do parque, da infância. Né na adolescência a gente, eu já lembro mais de rua né, de amigos de de bagunça de rua, né que o bairro, a rua que eu moro é sem saída, então eh no na época não tinha muito carro, então tudo que se fazia era na rua. Né. Até a lição a gente fazia na rua.
Gostoso, né? Você lembra assim de algum amigo, alguma amiguinha dessa época?
Ah, tenho, lembro, sim. Eh Inclusive, ela é falecida, né? Mas a gente cresceu junto, eu vi os o os filhos delas na nascerem, né? E E a gente tinha uma amizade muito boa.
Como que ela se chama
Alice.
Alice.

Olha, a a minha mãe eh, que eu lembro, é mais de mim. Eu fui para lá com, acho que com quase quatro anos. Porque Porque eu tive uma dificuldade de fala, né? Eu falei já, quando eu comecei a falar, eu já tinha quase um ano e meio. E tem aquela questão de, ah, põe para conviver com mais criança, para ver se desenvolve, né? E aí eu passei a ir para a creche até para estimular a fala, né? E aí quando meu pai faleceu, a gente continuou lá. Porque a creche oferecia um tratamento psicológico, né? Para ver se era psicológico, ou se era só um atraso na fala. Então aí eu passei a ir para a creche. E depois para a escola?

Aí a professora, né, no horário de aula, fazia aquela fila de alunos e ia, descia todo mundo para ir estudar e depois a mãe ia buscar na escola. Então era muito engraçado, né, porque a gente ia em grupo, né. Porque a creche era período integral.

Você gostava da escola? O que te vem na cabeça?
Para mim foi tortura. <laughs> No começo, né? Porque eu, âh fiz duas vezes a primeira série. O primeiro ano foi perdido, porque eu não conseguia ficar na sala. Eu tinha um trauma da sala. Cada vez que eu entrava na sala, eu chorava. Eh, aí a minha irmã, que estava na segunda série, aí eu acabava ficando com ela. E as carteiras eram daquelas que eram de duas, que saía a mesa para trás, né? Então eu sentava do lado dela e ficava lá o tempo todo. Só que como a aula era diferente e eu não tinha entendimento, então batia o sono e eu acabava dormindo ali do lado. Então praticamente um ano foi assim. E eu lembro que do lado da escola tinha um barzinho que vendia doce, sorvete. Então, antes de ir para a escola, minha mãe passava lá e falava, toma um sorvete, come bala, para ver se eu ficava bem na escola. E eu e aproveitava né, criança né, mas a hora que chegava na escola era complicado. E assim, porque naquela época era muito rígido, não podia falar, tinha que fazer tudo direitinho, para ir no banheiro era complicado, para pedir, então eu acho que essa parte é que pegava para mim né, eu era na creche bem à vontade, ah muito arteira né, e ter que ficar sentada presa numa cadeira Era meio complicado, né? Então, eu sofri muito nos dois primeiros anos. Mas depois foi de letra.
Depois foi de letra? Que matéria que você mais gostava de estudar?
Ah, eu não tinha uma matéria específica, não. Eu Mas na adolescência, que eu gostava muito de história, de saber sobre as coisas, sobre os acontecimentos, né? E E assim, um pouco da da parte da história da ciência, não a ciência em si, né? Da história mesmo, né? Dos Das descoberta das coisas.
Você lembra de algum professor ou professora que marcou?
Olha, são vários, que nem lá na creche, eu lembro muito do seu João, que era o zelador da creche né, que assim era o que dava colo para todo mundo, ele era muito gordo, e ele ficava no portão né para abrir e recepcionar as pessoas, e <coughs> a gente acabava eh pedindo socorro quando estava carente. Aí, eu devo ter até foto dele, a gente sentava na, ele não conseguia nem abraçar, a gente sentava na perna dele, E ficava lá, era o colinho que a gente tinha. eu lembro muito. Da creche também eu lembro da dona Elza, que era uma professora de artes, que tocava piano, ensinava a gente cantar. E ela era muito rigorosa, muito brava né. Essa Esses dois eu lembro bastante. Agora da escola assim em si eu não lembro muito, não. Lembro mais assim da adolescência.

Não, é que lá eu fiquei até a terceira série, porque depois a gente foi morar em Osasco, aí a gente mudou de escola, né?

Como é que foi essa mudança?
Ah, foi diferente, né? Mas aí eu acho que eu já estava mais madura, né? Foi melhor. Mas também, assim, foi uma fase muito rápida. Da escola, né? Mas foi bom. Não lembro muito dessa fase, né? Dessa fase, assim, de adolescência, o que eu lembro mais é as brincadeiras de rua, né? Que a gente se reunia para jogar queimada, né? Eh Jogava bolinha de gude com os meninos, andava de carrinho de rolemã, eh fazia piquenique de bicicleta, porque quando eu fui morar para lá para Osasco, na Vila Yara, tinha, não tinha o parque continental, o shopping continental, né? Lá era tudo hum, eucalipto, mato fechado, né? E aí a gente pegava bolacha, kisuco, essas coisas, e punha numa mochila e saía de bicicleta para ir para esses, esses matos, assim. E fazia piquenique e voltava, né? A mãe ficava doida, né? Porque a gente sumia mesmo, né? E era uma aventura para a gente, né? E aí depois quando começou a construir o, as casas do Parque Continental, aí a gente ia andar nas ruas asfaltadas, né? Porque a nossa rua não era asfaltada. Aí a gente gostava para andar de bicicleta e correr bastante, porque o asfalto dava essa liberdade. Mas foi muito bacana essa época.
E essa casa do Parque Continental como era, da Vila Yara?
Da Vila Yara? Eh, a minha irmã mora lá até hoje, né? Eu morei lá e aí depois eu casei, morei um tempo lá eh, aí saí. Depois, agora que eu me separei, eu voltei e morei lá e estou morando numa casa do lado. Consegui comprar a casa do lado e estou morando lá.
Vizinha da irmã? É
Vizinha da minha irmã. E lá, assim, os vizinhos bem antigo conhece a gente desde pequenininha, né? A gente conhece todo o desenvolvimento, né?

Eh, era bem diferente da de hoje, né?

Eu não sei, na minha época não tinha tanta liberdade, né? Assim, então era o que a gente chamou de namorico, né? Não sei o quê, para beijar na boca levava uma semana, quinze dia, dependendo do do rapaz. Eu vim beijar na boca, eu já tinha dezesseis anos, a primeira vez que eu beijei na boca. Então era aqueles namorinho de ficar de mão dada e passear no meio do povo, assim. <laughs> Não saía disso, né? E namorar mesmo, eu vim namorar eu já tinha Eu vim começar a namorar. Mas a gente brincava muito, né? Acho que para soltar essa questão do namoro, daquela de de beijo na boca, que você passava anel e tinha que escolher, né? Então a gente brincava muito. O nosso grupo era muito grande, então as, de manhã tinha algumas brincadeiras, assim, eh jogo de bola, a gente jogava vôlei, os menino jogava futebol, a gente fazia torcida, tinha campeonato de bolinha de gude, de figurinha, e aí à noite tinha essas brincadeiras, né, que a gente saía na rua à noite para brincar de passa anel, né, que é esse, que é aquele, e e brincava muito, foi uma fase muito boa.
E o que que vocês faziam para se divertir assim? Tinha bailinho?
Ah, tinha. Tinha os bailinhos que a gente trocava a iluminação, põe uma luz verde, azul, ou vermelha, e tocava as músicas e fazia os combinados né de cada um ir, levar um disco, um uns né, uma música e tocar. Era muito legal. Eu não perdia um.
E como é, você lembra de alguma coisa da moda dessa época?

Ah, eu lembro bastante. Principalmente na eh, depois dessa fase do dos bailinhos, né? Eh A gente começou as discotecas, né? E aí as mães ficavam doida, né? Porque a gente ia para a discoteca dez hora e voltava às quatro da manhã com dezesseis, dezoito anos. E para elas era um bem torturante, né? Essa questão de de desse tempo todo fora de casa, à noite, né? Mas, assim, não rolava nada. Pelo menos, eu não percebi. Hoje né, eu saio para algumas baladinha aí com as minhas amiguinhas mais nova, eu vejo as coisas que rola lá dentro e tudo. E na época que eu ia, eu não percebia essas coisas. Se tinha, para mim, passou desapercebido. E eu lembro muito do Época do John Travolta, que tinha aquela pista iluminada, né? E era muito legal. E eu era muito boa na dança, né? E E eu gostava muito. Eu ia mesmo e dançava a noite inteirinha.
Você lembra algum lugar assim que vocês iam, de alguma discote
Ah, lembro, lembro.

E no domingo eu ia no no Floresta, que era tipo a matinê, né? Que era das sete às onze da noite. Então, era muito gostoso essa época.
E você continuava indo com as suas irmãs? Como que era essa relação com as duas irmãs?
Não, porque a a minha irmã mais velha, ela começou a trabalhar muito nova para ajudar minha mãe, né? E aí, como minha mãe e ela trabalhava, eu ficava mais com os cuidados da casa. E E cuidando da minha irmã, que era mais nova, né? Então, ela era muito responsável. Logo ela começou trabalhar, com acho que que quinze anos já estava na faculdade. Então, a gente perdeu esse convívio dessa época de adolescente. E eu assim gostava muito de sair, ia para baile, era para festa e saía bastante. E ela era mais caseira. O primeiro namorado dela, ela namorou e noivou oito anos. Enquanto ela namorou e noivou, eu fui me divertir né. Então, a gente até não se dava por causa disso, que ela queria sair, mas ficava. Presa pelo serviço, pela faculdade, mais pelo noivo. E eu não tinha nada disso, então <laughs> eu saía. Mas assim, eu não convivi muito com a minha irmã mais velha nesse sentido. E com a mais nova era porque era muito mais nova. A gente tinha uns convívios, mas era mais assim, lá na rua, nas brincadeiras. Mas de sair era mais as amigas mesmo.
E aí nessa época você já estava no colegial?

Onde que era o colegial?

Na mesma
Mesma escola.
E nessa época você já pensava assim em prestar vestibular? Que que você pensava? Eh
A questão do do vestibular e de trabalhar fora foi assim muita imposição da minha mãe. Porque pelo fato dela ter ficado viúva muito nova, sem estudo. Sem ter no que enfrentar a vida, sem muito conhecimento, ela falou que, ela prometeu para ela mesmo que as filhas não iriam passar por isso. Então, a imposição de faculdade foi para mim e para a minha irmã mais velha. Ela eh, ela impôs para a gente, que a gente teria que fazer faculdade. E para fazer faculdade, teria que pagar, então teria que trabalhar, porque o dinheiro dela não daria. Quer dizer assim, foi tipo assim uma obrigação né. E graças a Deus, hoje eu devo a ela. Porque a minha irmã mais nova, ela já não teve essa imposição. E ela também se foi sossegar e não conseguiu ter uma formação universitária. Foi fazendo outras coisas e não seguiu por essa área. Talvez, se se a minha mãe tivesse deixado de mão, talvez a gente não optaria por isso. Porque na época que eu fiz faculdade, a faculdade era muito cara. Eu trabalhava para pagar a faculdade. Hoje você já encontra faculdades eh mais em conta, né? Mas na minha época, não. Eu não tinha férias, porque o dinheiro das férias era para pagar matrícula do outro ano. Então, era bem complicado, né?
Mas. Mas a a sua mãe falou que vocês tinham que fazer faculdade. Mas e a escolha dessa faculdade? Como é que foi? Eh

Ela queria que a minha irmã mais velha fizesse medicina para seguir. O caminho do pai. O caminho do meu pai, né? Só que ela optou por administração, né? E eu foi minha escolha mesmo. Foi uma coisa que eu fui eh adquirindo acho que habilidade, dom, não sei. E aí eu fui gostando da ideia da da pedagogia, de ensinar, de dar aula. E aí foi uma escolha minha mesmo.
E você gostou? Como é que foi essa entrada na na faculdade? Eh
Foi difícil, porque a princípio eu escolhi as faculdades mais difíceis de entrar. Né. E e âh três anos eu não consegui.

E aí no Bradesco era meio período e eu consegui entrar para o, no período da tarde, que tinha mais opção.
E como é que foi esse trabalho no Bradesco? Foi o primeiro?
Foi, foi meu primeiro trabalho. Eu era digitadora, né? Entrei como digitadora. Depois aí eu tive um problema de tendinite, né? E aí eu fui trabalhar em agência, ser operadora em agências, né? E aí foi uma fase muito legal, porque aí praticamente eu só trabalhava, né? Nos três primeiros anos, né?

E aí era um serviço muito gostoso. Era assim um serviço de produção. Né, você pegava um serviço, digitava, e embora não tinha assim muita eh responsabilidade, muita pressão né, e eh era um serviço produtivo. Eu me sentia uma operária bem remunerada. <laughs> Mas eh era gostoso porque o Bradesco oferecia várias van vantagens, várias benefícios. Então, eu trabalhava meio período, seis horas, e as outras seis horas eu ficava na piscina. Porque tinha uma piscina, que eu trabalhava lá na Cidade de Deus, eu não sei se vocês conhecem, que fica dentro do próprio, lá da Cidade de Deus tem Vários departamentos lá, tem um clube, tem um campo de futebol. Então a gente tinha todas essas coisas eh lá dentro mesmo né. Como eu trabalhava seis horas, eh a fase mais gostosa foi quando eu trabalhava eh das seis ao meio-dia. Tinha carro né, porque o salário eh dava para eu manter um carro. Aí eu te, e pegava o carro, meio-dia e dez estava na minha casa, almoçava, dormia, duas horas eu estava na piscina, ficava até às cinco, seis, saía, ia para o curso, fazia um curso aqui, outro ali. Então, foi muito gostoso essa fase de de Bradesco.

Olha, para ser sincera, o meu primeiro salário a minha mãe impôs que eu, <laughs> que a gente comprasse uma linha telefônica, que era um investimento na época. Porque quando você comprava a linha telefônica, você eh tinha ações em cima da linha telefônica. E na época um uma linha telefônica era um bem muito precioso. Então, assim, não digo o primeiro, mas os primeiros salários já eram investido para isso.
Né. E o primeiro salário que não teve imposição, que você pôde escolher o que comprar?
Ah, eu nem lembro direito. Não lembro dessa dessa questão do primeiro salário.
O primeiro dinheiro assim que você pôde gastar?
Não, eu não lembro, porque eu acho que minha mãe dava tanta autonomia para a gente, né? Que não tinha, assim, imposição. A não ser na questão da linha telefônica, né? Que eu ficava falando para ela, né? Ai, como é que eu vou pagar e não sei o quê Que era caro na época, né? E, no fim, foi um um investimento bom, né?
E aí, depois, você entrou na faculdade e continuou trabalhando no Bradesco?
Isso, aí eu já era, quando eu entrei na faculdade, eu já tive o problema e da da digitação e eu era operadora, né? Aí eu fiquei um ano sendo, cobrindo todas as agências. Da Vila Yara até em Itapevi, eu trabalhei em todas as agências. Cada mês eu ficava numa agência, né? E E foi aí que eu decidi não mais memorizar nome e telefone. Porque cada agência era em torno de sessenta funcionários, quarenta. Então, aí todo mês você conhecer quarenta pessoas nova, quarenta nomes, quarenta telefone. Então, era muito complicado. Aí eu acho que minha mente apagou. Hoje eu preciso conviver muito com a pessoa para eu decorar nome, essas coisas. Eh estou aprendendo umas técnicas, tipo, toda hora estar falando o nome da pessoa. Então, fulano, então, ciclano. para poder gravar o nove. E E tinha aquelas coisas de confusão mental né, porque os funcionários eles pedem transferência de uma agência para outra. Aí eu chegava na. Mas você não é da agência tal? Ah, é que eu vim transferir. Então, giram umas coisas assim. Aí eu parei com essa coisa de gravar.

Ah, sou. Quem é você?

Agora que já tenho tempo, eu consigo mais relacionar. Mas durante essa época de Bradesco, eu não relacionava. Aí o pes, âh às vezes, as pessoas falavam para mim assim, ai você é muito orgulhosa. Não, é porque eu não lembro. É muita gente, eu não lembro. Um ano, né? Então Mas aí, depois, no último, nos últimos anos que eu trabalhei no Bradesco, eu estava Heitor Penteado. Na agência e aí foi, e eu estudava na Campos Sales então esses dois últimos anos que eu fiquei lá na Heitor Penteado, foi os dois anos mais tranquilos porque era perto né, era tudo mais fácil né, e foi foi bom. E aí você ia para a faculdade à noite Não, minha faculdade era à tarde. Era à tarde Eu saía meio dia e as, e entrava às três na faculdade. Então, dava tempo de almoçar, chegar cedo na faculdade né, fazer alguma atividade, uma tarefa, uma leitura, né?
E como é que foi assim na faculdade? Você fez uma nova turma de amigos?
Ah, fiz. Eu tenho amigas até hoje, né? E que a gente tem contato, né? Mas também foi uma outra fase que passou muito rápido, né. Se trabalha eh, e nesse meio tempo eu casei, aí é é casa, trabalho e faculdade. Então, aí passa muito rápido. E naquela época que eu fiz faculdade, eh não tinha o que tem hoje, né? Hoje o pessoal se reúne muito, faz festa. Não, naquela época o pessoal era mais reservado. Eu sei que teve duas festas que o pessoal fez para arrecadar fundo para a formatura, eh mas não teve mais nada além disso. E outra a faculdade que eu fiz, a minha sala tinha cento e E tinha quatro rapazes. Nossa E no fim do curso só um se formou. Então, um monte de mulher, né? Mulher não é muito de fazer festa, né? Assim, de se reunir. E tudo casada. E na faculdade, assim, tinha várias faixas etária, né? Tinha adolescentes e até senhoras, já avós que estavam fazendo o curso, né? Então, era assim, muito dispersa essa questão de festa. Então, da faculdade mesmo assim, eu também lembro pouca coisa, porque foi muito rápido.
E o seu marido, você conheceu aonde, então, na faculdade?

Não, foi na rua, que era um do dos do grupo, né? Das nossas brincadeiras e tudo.
Ah, lá de infância. Da infância. Que é o nome dele?

E como que foi para vocês chegarem a casar?
A gente namorou, né? Eu acho que eu tinha uns quatorze, quinze anos quando a gente namorou. E depois a gente namorou, eu tinha uns dezessete. Que é o tal de ficar hoje, né? Mas antes a gente namorava. Era fiel a um só. E aí depois eu fui estudar, fui trabalhar. Aí a gente se separou. Aí eu vim Voltar a vê-lo, eu já tinha acho que vinte e seis anos.
Aí a gente, não. Vocês se encontraram assim por coincidência? Como foi?
Morava no mesmo bairro, né? Aí a gente começou conversar Eh eu tinha amizade com o irmão dele

Passamos a conversar e aí foi rolando. Aí a gente namorou eh também um tempo, uns seis anos, eu acho que foi, para depois casar. Aí eu fiquei dezesseis anos casada.
E você casou, você tinha quantos anos?
Eu tinha vinte e seis anos quando eu casei. Vinte e seis
anos. Você lembra, assim, como é que foi esse casamento? Devia ser muita gente conhecida ali do bar. Ah
Ah, tinha, tinha bastante. Eu tenho o vídeo guardado, né? Foi legal, porque assim foi tudo do jeito que eu queria e tudo que eu quis eu coloquei no casamento, né? E assim, eu percebi que foi eh o orgulho da minha mãe, né? Porque eu fui a única que casei no civil, no religioso, fiz chá de cozinha, né? Teve toda aquela coisa. Porque a minha irmã mais velha, ela casou, mas ela casou só no civil, né? E a minha irmã mais nova, nem no civil. Então, eu acho que o sonho de ter uma filha casada da minha mãe, acho que se realizou em mim. Mas foi muito bom. E eu lembro até hoje que a parte que eu mais gostei do casamento foi os cumprimentos, né? Que cada um que vinha e beijava, ai como você está bonita, ai sua festa está boa, né? Foi muito legal.
E aí vocês foram morar juntos depois de casados?

Porque onde eh, hoje a casa que era da minha mãe, que minha irmã mora, tem mais duas casas no mesmo quintal, né? Aí eu fui morar numa dessas casas, né
E como que foi essa coisa de de ter a sua própria casa, de começar uma vida junto?
Olha, eu sempre quis né, ter a minha casa né, ter o o meu canto. O meu sonho era ter uma família grande, daquela assim, que pai e mãe senta na ponta e faz aquela mesa enorme né. Só que esse sonho eu não realizei, porque aí eu não pude ter filhos. Eu ti, tenho um problema né, eh ginecológico. Que aí eu fiz tratamento durante uns três anos lá no Hospital das Clínicas, eh mas eu não consegui né, engravidar. E talvez pode ter sido um dos problemas que acarretou a minha separação também, né? Uhum. Mas eh Mas a fase de casada Nos oito primeiros anos foi muito boa.
Nossa, mas você ficou quanto tempo casada?

Bastante tempo.

E aí, quando a situação já não estava muito boa né, eh eu pensei, conversei né durante dois anos assim, fui conversando, pesando, aí vi que não tinha jeito mesmo. Aí foi quando a minha irmã falou né, olha, aquela casa lá que você morava está desocupada, a hora que você quiser né. Aí, num final de semana né, eu falei para ela assim ó, eh arruma uma casa que quinta-feira eu vou. Aí na quinta eu saí e fui.
E como que ele aceitou isso?
É porque a gente já vinha conversando, né? Bastante tempo, né? E eu falava para ele que eu ia sair, né? Que eu não queria mais. E e ele ficava falando, pensa, pensa bem, né? Mas aí passou e eu falei, não, não quero mais.
E nessa época já tinha entrado na sua vida a creche?

Como que foi isso? Já? Vamos voltar para, vamos voltar atrás.
Na creche eh, quando eu me separei, tem três anos que eu sou separada né.

Aí eu mandei um currículo para ela. Falei, ó, a hora que surgir né uma oportunidade né, eh eh chama né, tenho pedagogia e tudo. Aí surgiu a oportunidade, ela me chamou, aí eu fui trabalhar na creche né. Fui lá como coordenadora. E aí foi uma aventura nova, porque eu nunca tinha trabalhado o tempo integral, né? Aí cuidar de casa, trabalhar tempo integral, né? Foi muito diferente para mim. No começo foi muito difícil, né? Porque eu não tinha experiência de criança pequena, né? E E aí era muito difícil lidar com a parte pedagógica e criança pequena e aquela formação que a gente tem, aluno sentado e lição na lousa E aí as crianças, você tem que pensar em brincadeiras, outras coisas, né? E partir mais para o lúdico, foi uma fase bem difícil. Mas eu acho que depois que eu peguei o trilho certo, acho que foi legal.

Descreve assim um pouquinho da sensação que você teve quando você chegou lá a primeira vez.
Olha, quando eu cheguei lá, eu senti assim, porque como eu trabalhei no Bradesco, que era uma coisa muito formal, eh quando eu fui trabalhar na creche, eu me senti em casa. Porque, assim eh, ninguém falou para mim, assim, ó, você tem que fazer isso, tem que terminar o dia com isso completo, que nem era no Bradesco, que você tem uma rotina, aquela coisa fechada. Não, lá, ó, você é pedagoga, assume. Aí eu, meu Deus, o que que eu vou fazer? Né Que que eu vou fazer? E E agora? Aí eu falei assim, ah vamos lá né, eu vou pôr meu conhecimento em prática. Aí fui conhecendo as professoras, fui conhecendo as crianças, que na época tinha faixa etária de dois a seis anos né, a criança às vezes saía com sete anos da creche. E e trabalhar todo eh assim, toda a rotina da criança, porque não era só a questão pedagógica, tinha alimentação, tinha os cuidados. Naquela época se dava banho né, e as professoras né não tinham formação. Então, era difícil de você falar de coordenação motora. O que que é isso? Né Você falar de atividade pedagógica, fa eh projeto. Projeto, acho que nem falava. Naquela época, a gente falava, usava mais planejamento. Colocar elas para escreverem relatório era muito complicado. Porque a pessoa ia lá, dava banho, brincava com as crianças e era a função delas. Aí chegou uma pedagoga que vai fazer escrever, que vai fazer reunião para pla planejamento, planejar o dia, porque elas chegavam na creche, dava alimentação, que era um horário eh estipulado, e no meio desse horário tinha as outras atividades. Então era assim, ah, ah criançada, vamos brincar. Aí descia todo mundo para Não, agora vamos para a sala. Não tinha uma rotina, não tinha nada, né? Então, aí eu comecei a trabalhar essa questão de rotina. Que a criança tem que saber o que ela vai fazer o dia todo. Né, e aí a eu fui trabalhando tudo isso com elas. E a parte da escrita também né, fazer os relatórios, planejamentos, escrever. E depois, com o tempo, veio os referenciais curriculares né, que ajudou bastante. E aí a gente foi estudando né, dando leitura. Mas, assim, eu tinha professora que não tinha nem a terceira série. Então, aí se falar de planejamento, né? De de parte pedagógica, material didático, era tudo muito esquisito para ela. Então, era muito, assim, da da da da parte do do concreto, né? Do Você mostrar como é que faz, né? Ó, é assim que faz, né? Muita observação de sala, né?
E essas crianças, como é que elas se dividiam? Porque de dois a seis anos é uma diferença muito grande. É
Então, eram grupos né, tinha o a a sala dos dois anos, a sala dos três, do quatro do Cinco e do seis. Então, era as salas eh divididas por idade. Né, e aí, cada idade tinha o seu horário, a sua atividade e tudo.
E você já chegou na creche como coordenadora?

E como que foi a recepção das, das professoras que já estavam?
No começo não foi muito boa né, porque elas faziam o que elas sabiam, né não o que elas queriam assim né, mas o que elas sabiam. E não tinha uma ordem lógica né assim Elas eh, tinha o horário das refeições que não podia ser mudado. O café da manhã, o almoço, o lanche, a janta. Não dava para você inverter esses horários. Então, era no, entre esses horários que teriam que ser colocadas as atividades. Então, eh eh gerava conflitos. Assim eh, a turma de dois anos estavam brincando no pátio, aí descia a turma de seis Né eh. Aí eu falava, não, mas não pode, porque vocês são maiores, vocês vão correr, derrubam os pequenos. Né. Ah, então vou voltar para a sala. Então, assim, eh elas não tinham um planejamento. Eh

Que eram essas crianças? Que tipo de criança que era?
Olha, nessa época era as crianças muito carentes, muito, muito, muito. Da época que as favelas eram, assim, uma situação muito deprimente, né? Que era barraquinhos de madeira mesmo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer né, que às vezes atrasava as crianças. A gente eh levava, teve uma vez que minha mãe foi comigo levar uma criança né, que lá dentro da favela, aqueles barraquinho construído em cima de córregos né, era umas coisas bem deprimente. E naquela época Tinha o córrego né, que hoje ele é canalizado. Âh Toda vez que tinha uma chuva mais forte, tinha um enchente, eh eles perdiam tudo. A chuva levava tudo. Então, eh era assim, a aí a creche fazia campanha, eh arrecadava cobertor, roupa. Já chegou a colocar gente lá na creche para para ficar porque não tinha onde ir. Eh As famílias, a gente dava banho nas crianças porque as crianças não tinham como tomar banho em casa. Às vezes, eh mandava lanche para a criança jantar, para os pais comerem né em casa. Então eh, naquela época, era muito, assim, deprimente a questão financeira, a situação né de moradia das crianças. Mas as crianças eram maravilhosas.
Mais ou menos, que era isso?
Ah, eu entrei lá em Então, eh assim, era muito triste, a criança estava na creche um dia, eh no outro dia a chuva vinha, levava tudo, as crianças iam frio, no frio, de chinelinho havaiana, aí a gente corria atrás de meia. Não tinha toalha de banho, não tinha cobertor né. Eh Antigamente, a gente não fazia bazar. Toda roupa que chegava, a gente passava para as famílias. A gente chegava a dar cesta básica para algumas famílias. Era muito deprimente. Então, assim a as crianças realmente vinham para a creche para ter um lugar para ficar. para comer e para tomar banho. Elas iam para casa praticamente para dormir. E as mães dessa época eh, agradecem muito à creche né, porque foi uma ajuda muito grande né. Hoje em dia já a situação mudou pelos singapuras que construíram né, pela eh pelos mutirões. Então, eh eh essas pessoas saíram dessas casas e foram né, para para casas de alvenaria. E aí até o pessoal falou, ah mas aqui não tem mais criança carente? Eu falei, graças a Deus, não. Não carente assim do jeito que era.

Porque agora a família compra um colchão, aquele colchão vai durar. Compra uma televisão, a televisão vai durar. Então, investe numa coisa e lá na frente, que está acontecendo agora, as famílias têm condições de dar coisas melhores para as crianças.

Porque o que elas conseguem não se perde. Né. Então, elas continuam carentes de uma certa forma? Sim, continuam né, porque o salário não supre todas as necessidades. Mas, no geral, eh a gente ainda tem muita criança que mora em favela. Inclusive, essa favela que pegou fogo esses dias aqui na no Jaguaré, eu tenho cinco crianças que perdeu tudo né. E Inclusive, ontem A enfermeira, né?

É, tem quatro anos. E aí ele falou assim que o fogo tinha queimado o perfume dele. E E eu participo de um grupo de oração, né? E eu fui pedir oração para essas famílias, né? Que perderam tudo, né?

E elas também vão ver roupas, algumas coisas. Então assim a gente vai ajudando todo mundo. Né. E esse grupo de oração assim, eu falo que eu sou a caçula do grupo né. O grupo tem ma, tem umas vinte e poucas pessoas. E eu sempre peço oração pela creche. Quando tem oportunidade, elas sempre ajudam, né? Às vezes com roupas, com as coisas e principalmente com as orações.

É, ali no Jaguaré mesmo. Jaguaré, Rio Pequeno né, tem aquela favela do lado da da Delegacia eh noventa e três né, que tem o o o quartel ali do lado. Ainda tem aquela outra favela, mas aquela ali já pertence ao Rio Pequeno. Mas a gente tem eh até funcionários que ainda moram nessa favela né. E Mas já evoluiu bastante né a questão ali do bairro, da infraestrutura. A gente vê hoje né, os pais chegando, tem alguns que já conseguiram comprar até carro né, você vê a qualidade assim, as crianças vêm mais arrumadinhas, quando você pede eh para que o pai dê uma atenção especial no banho, ou se a criança tem um problema de saúde, a gente encaminha, o pai tem condição de comprar o remédio. Quando eu entrei na creche não tinha. Né. Às vezes a gente fazia eh vaquinha, comprava o remédio para a criança. Né, o o, e a enfermeira corria no posto, tentava pegar né, no posto de saúde os remédios. Principalmente a questão da sarna, que naquela época que eu entrei era terrível. Sarna, piolho. Né. Hoje em dia eh a gente consegue fazer um tratamento junto com a família quando tem algum caso desse tipo. O piolho continua, é uma praga que, pelo amor de Deus, a gente já fez de tudo, mas continua. Mas a questão da sarna a gente conseguiu resolver bastante, né? Essa a questão dos cuidados, da higiene. Mas an, e eh e antes a gente podia suspender a criança, né? Eh Na questão da sarna. Hoje não, os médicos não recomendam suspender a criança, e sim auxiliar no tratamento, né? Então, assim, hoje eu não tenho caso de sarna né, mas antes a gente tinha muito, muito, muito. E a creche era muito boa, é muito boa, porque a gente dá essa estrutura para a família. Então a gente faz palestras né, a gente chama médicos, eh às vezes enfermeiro, é pessoal que divulga material, dá informação sobre higiene e saúde e a gente promove essas palestras para os pais né. Mas desde a época que eu entrei isso já acontecia, só que os casos eram muito graves. Então era complicado. Hoje em dia a gente já procura outros outras informações né, porque a questão de saúde hoje, graças a Deus, é minoria né. Mas quando entrei na creche era bem triste. Da criança vir sem agasalho, sabe? Vim com a roupa de se, na segunda, vim com a roupa de sexta-feira, porque não tem né. A mãe que fazia fogueira para secar a roupa, que você chegava, a criança estava fedendo, sabe? Porque não tinha roupa, né? E a gente percebia muito naquela época que, assim, quando a gente tem, a gen, em janeiro a gente tem férias coletiva, né? Então, aí sai todo mundo de férias. Aí em fevereiro, quando voltava, a gente via que as crianças parecia que murchavam, sabe? Então a gente vê que não tinha alimentação. Né Hoje a gente participa do programa Leve Leite também, que a criança leva uma lata de leite para casa, que já ajuda bastante né. E as mães que precisam, elas sempre nos procuram. E aí a gente faz. A a a a presidência da creche é muito boa, tem muitos contatos, né? Aí quando tem pessoas assim muito, com muita dificuldade, a gente encaminha e pede cesta básica e tenta dar uma ajuda. E é muito legal porque as mães saem, né?

Porque o filho foi bem cuidado, né? E a gente tem esses contatos hoje, né? Das crianças que passaram pela creche, que retornam, às vezes para trazer os próprios filhos, né? Ou vêm para conhecer, né?
E. Você lembra de alguma história assim que te man, te marcou, de alguma criança que passou Lá e depois Ai
São várias. Conta uma. Várias.

Aí um dia ela pendurou no tanque, e o tanque caiu aqui Ela teve que fazer reconstituição de fígado, tudo. Ela tinha o quê? Uns três, quatro anos na época, voltou. Quando ela saiu da creche ehh, aí a mãe dela não tinha condições de ficar com ela aqui, mandou ela para o norte, né? Lá para o nordeste.

E aí a ela quis voltar, voltou, aí ela ficou com as duas. E a irmã mais nova dela também estava na creche. Aí o ano passado, com doze anos, ela ganhou neném. E aí ela está para voltar esse ano para fazer a matrícula do neném dela, né? Porque a gente lá na creche agora está pegando a partir de um ano, né? Então, provavelmente, estou esperando ela voltar. Mas eu já vi a neném dela, uma graça, né? Tudo, mas são coisas que acontecem, né? Doze anos, né? E assim, foi muito interessante porque ela ela ia buscar a irmã na creche. Né. Aí quando ela ficou grávida, ela ela ia e passava assim pela gente rapidinho, né? Ela não olhava.

Aí eu falei assim, o quê? Que ela está grávida? E ela ficou com muita vergonha de contar para a gente, né? Então a gente sentiu né um parte, uma parte da família, né? Tipo assim, ai como é que eu vou falar para ela, cuidou de mim, que eu estou grávida, né? Então aí a gente até propôs eh de de fazer enxoval para para o neném dela, mas aí ela deu uma sumida, né? Acho que ela ficou com vergonha, alguma coisa assim. E apareceu só depois do do neném já maiorzinho, né? E ela está para ir lá fazer a matrícula lá da do neném dela. Né, não sei se ela já conseguiu em outra creche né.

Como é que isso evoluiu? Existia um planejamento, mas não era uma coisa assim. Eh, tinha uma estrutura.

A gente tem algumas fotos antes de lá de de setenta, oitenta, que já mostrava atividades né de pintura, né de desenho, Essa parte de de autonomia da criança né, eh mas não tinha uma coisa assim eh, direcionada diretamente né para isso. Era muito solto né. Ah, hoje eu vou dar pintura. Ah, hoje nós vamos brincar no pátio. Hoje nós, ah, hoje não vamos fazer nada, sabe? Não tinha uma coisa muito direcionada, né? E Aí o que me ajudou também depois que eu entrei foi a questão dos referenciais, né? Que aí também não tinha, eh assim, eh um conteúdo específico. Era muito, era uma coisa muito solta, né? E aí eu fiz um

Ela mandou até registrar o material né, o esse esse caderno que eu fiz. Porque eu comecei do do do mini grupo né, que são as crianças de dois anos, eh eh estipular atividades, matemática, eh o que que faz na matemática, na no português, e colocar atividades né, eh eh sequências. E fui colocando até o a pré, o pré-escola, que já seriam as crianças de seis, sete anos. E aí ficou um material bem completo e específico com conteúdos. É diferente, um pouco diferente dos referenciais que só fala de algumas estratégias.
Da onde que vem esses referenciais? Desculpa te interromper, é que a gente não sabe.
Vem do governo do estado? Isso

Os referenciais, ele partiu do momento que a educação infantil começou ganhar um campo de educação. Porque os referenciais, eh a educação infantil era considerada a partir do dos cinco anos né. E as creches eram consideradas como assistencialistas. E aí passou a fazer parte com de, a partir dos referenciais, as creches saíram da Secretaria de Assistência Social e passaram para a Secretaria de Educação. Então, os referenciais é um ponto de partida para a evolução da educação infantil. Ali foi colocado eh metas, as diretrizes né e algumas leis, até da Ele Dê Bê né da, dos direitos Que a criança tem de educação. Então, aí passou a ser exigido mesmo essa questão da parte pedagógica né, do você ensinar, eh eh educar, ensinar, mas já com um conteúdo específico. Não ser brincar com a criança por brincar. Naquela brincadeira já ter um objetivo de aprendizagem. Então, os referenciais vieram para complementar a educação infantil.
E isso integra muito mais depois, quando a criança vai para a escola.
Ah, sim, com certeza. Porque eh na educação infantil, a criança aprende no lúdico né. Quando ela for para a escola, que ela vai numa Sentar numa cadeira e pegar o lápis, eh ela já está embasada para desenvolver tudo que ela vai, que que é possível dela aprender né. Porque aí a gente, hoje a gente trabalha muito a autonomia da criança na creche. Então, assim eh, tudo é proposto para que a criança faça e aprenda com eh, fazendo. Então, lá nosso mobiliário é tudo baixinho, as coisas é tudo no nível da criança, a gente tem eh alguns cantos institucionais. É tudo planejado para que a criança sempre possa aprender alguma coisa né, mesmo que for uma brincadeira, uma música, uma cantiga, alguma coisa, sempre para ela estar em contato com o pedagógico e aprender alguma coisa.
E como é que é essa transição para a escola? É tranquilo das crianças que saem da creche, conseguem vaga numa boa?
Isso, eh já como a creche ela é ligada à Secretaria de Educação, as crianças matriculadas elas já têm a vaga garantida.
Né. E isso sempre foi assim?

Sempre, sempre foi. A gente já faz o encaminhamento para as crianças. Na época que as crianças ficavam até seis, sete anos, a gente já encaminhava direto para a primeira série. Então, a gente fazia a parte eh, da pré-escola de alfabetização. Hoje, a gente já encaminha para o emei, né? Porque hoje, eh esse ano, a gente tem o primeiro estágio, que são as crianças de quatro anos, que vão para o Emei já com quase cinco anos. Então, eles já vão para ê, para o Então, a gente tem um, todo um trabalho pedagógico né, de de conhecimento mais didático, mais formal.

Mas existe a dois também.

Conta um pouqui, conta um pouquinho disso. Eh
Eu já trabalhei nas duas. Quando eu entrei, eu entrei como coordenadora na creche Aí, depois de um ano, eh a coordenadora da do do da creche dois, que trabalhava meio período e foi exigido período integral Aí ela optou por ficar com outro emprego que ela tinha. Aí eu fui ser coordenadora no na creche dois, né Que é próximo? Como é que é? É Próximo, é próximo. É assim, na mesma região né, cinco minutos a pé. E Mas assim eh, tem os seus funcionários. Aí eu trabalhei âh boa parte lá.

E assim, eh o nosso trabalho é junto né, a a nossa formação é a mesma. Cada creche tem sua eh particularidade na eh no dia a dia, mas a formação é a mesma. A gente se reúne uma vez por mês, os funcionários todos juntos. Se tem formação é todo mundo junto né, não tem eh divisão. Até a gen, a gente convive muito, essa questão troca bastante né, porque a entidade é uma só.

A creche recebe uma verba da prefeitura, né? E o restante é doação, bazar, a diretoria que investe um pouco. A gente corre atrás de financiadores, né? Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente sai na na luta e vai pedindo as coisas Porque a verba que a prefeitura manda, eh ela cobre uns sessenta Setenta por cento, quer dizer, praticamente vai toda na folha de pagamento, né? Porque quando nós éramos da assistência social, a nossa verba era cem por cento Cobria tudo, as despesas. Na Secretaria da Educação, eles chamam nós de parceiros. Então, eles entram numa parte e nós temos que entrar com outra. Mas e aí fica complicado, que aí a gente tem que correr atrás. E quem é do administrativo que sabe bem. <laughs> E E agora com essa nova lei de que as crianças vão mais cedo para a escola, então vão mais cedo para o Emei, a creche está ficando com só com os bebês. Então, hoje eu tenho crianças de um, dois e três anos, né? E para o ano que vem, talvez só um e Porque a intenção do do do Estado é colocar na Emei as crianças acima de três anos e na primeira série já as crianças acima de cinco anos. Então, a gente vai diminuindo. E a questão dos bebês eh, são muitos cuidados. Né. Dá mais trabalho. Eh Dá mais trabalho, são muitos cuidados.

e que deu uma base boa, a gente fez um trabalho muito bom com essas crianças de dois a cinco anos.

A gente tinha as crianças de dois anos, mas era um grupo, Hoje eu tenho três grupos e tenho dois grupos de crianças de um ano. Então são outras coisas, mas aí a a, toda essa formação, essa capacitação é muito legal porque a gente vê a as crianças se desenvolvendo né. O meu berçário faz eh atividade de leitura, né que é muito legal. Eles conseguem pegar um livro e praticamente contar a história para você, né. O meu mini grupo, eles discutem. O ano passado, eles fizeram um trabalho de De leitura, eles eh conheceram três versões da mesma história e discutiam. Por que que o lobo mal morria, por que que não morria, né? Então, é muito legal. E e o ano passado a gente fez, esse ano não, eh a biblioteca circulante, que as crianças levavam o livro para casa E elas contavam a história para os pais e depois traziam na segunda-feira o livro de volta né. A gente vai retomar essa fase né, agora adaptada para os pequenininhos. E não numa leitura convencional né, mas eles sabem

Então, a gente tem o canto do nariz, né?

De que eh, a gente eliminar a coriza dessa faixa etária, né? Então, a gente tem o canto da higiene do nariz, onde as crianças têm o espelho, um álcool gel e o papel. Então, elas mesmas vão lá no espelho, limpam o nariz e limpam a mãozinha com álcool gel, E é muito legal você ver o berçário fazendo isso. É muito legal. Né. Aí a gente tem o canto da leitura, onde tem leitura diária. Todo dia é é lido algum livro, ou um, um texto, alguma coisa para as crianças. A roda da conversa, que é onde a criança se solta né para expor né eh as suas necessidades, contar alguma coisa nova. E tem o canto de brincadeiras né, onde as crianças já chegam brincando. Então, não tem aquela expectativa, ah tem que esperar chegar todo mundo para ver o que que vai fazer né. Então, a criança já chega na creche brincando né. Tem atividade de pátio. E a gente tem parcerias, né?

E ele faz uma parceria muito legal com a gente, que ele traz o ah, os alunos de educação física para fazer aula prática na creche. Em vez de eles fazerem a aula prática aluno com aluno lá na faculdade, então eles vêm, desenvolvem um projeto e aplica com as crianças. Então é muito legal, porque tem um, tem uma participação deles com as crianças, desenvolve as crianças e eles também, né?

Tipo, aquela, ah, vou ser eh personal trainer, vou ser. Ah, não, quero trabalhar com criança agora. Então é muito legal essa troca. Aí assim, a gente já tem uns cinco anos nessa parceria e a gente sempre fica tentando trazer o pessoal da pedagogia né, mas o pessoal é muito fechado ainda. Só que com, tem um trabalho né, o professor tem que pegar o seu carro, vir até a creche, supervisionar as atividades, eh repassar né, fazer relatório para a faculdade das dessas informações. E às vezes nem todos os professores querem ter esse custo a mais, né? Porque eu, a gente vê que ele eh se dispõe a isso. Em vez de ficar lá na faculdade, na sala do pro, dos professores, corrigindo um uma prova ou fazendo uma. Não, ele tem que correr, ele tem que ir. E os alunos se dividem entre várias, vários lugares, né? Tem as nossas duas creches e tem mais o Emei. Então, ele tem que circular tudo, ele tem que dar conta de tudo, ele faz chamada no local, ele observa, orienta. Então, nem sempre o professor quer essa responsabilidade, né? Melhor ficar lá na salinha sentado, né? Do que correr atrás. Mas eu gostaria muito que o pessoal da pedagogia viesse, né?

Desculpa. <laughs> Trinta e
e três já. Trinta

Três. E hoje quantas crianças tem lá?
No meu núcleo são eh cento e
E quando você entrou, você lembra quantos tinham?
Era essa faixa de cem em cada núcleo. Eh No meu núcleo, pelo fato de dessa mudança da faixa etária, eh a gente sempre teve eh eh, crianças de, cem crianças e quinze funcionários. Para completar essas crian, essas essa faixa etária e essa quantidade de cem crianças, A gente teve que aumentar o número de funcionários, porque eh muda a questão de número criança para professor. Né no meu berçário, eu tenho que ter nove para um professor. Então, eu tenho que ter mais salas com mais professores. Por exemplo, o meu primeiro estágio são dezoito para um professor. Então, eu tive que aumentar o número de salas e números de professores. Então, hoje, no meu núcleo, nós somos em dezoito funcionários com cento e oito crianças né. E para o ano que vem, se realmente a gente ficar só com as crianças de um e dois anos, provavelmente o quadro de funcionário vai aumentar e o número de crianças diminuir.
E vocês estão fazendo um esforço de construir a história
Ah, sim.
creche. Como que é isso?

Que ela está bem empenhada, né? Acho que já deixou de ser um sonho coletivo, porque ela eh, deixou de ser não, né? Passou a ser. Porque partiu dela, né?

Aí foi gerando a ideia, né?

Ela já está até vendo a questão lá da ordem dela, que é, acho que é de, é de Portugal, a ordem dela, né? Que é estrangeira, para ver o onde ela sai, o verdadeiro nome dela, né? Então, está bem legal. A gente já sabe bastante coisa. A gente já sabe até o ano que ela nasceu, o ano que ela morreu. Né, a gente já tem uma história bem legal né. E

Olha, ê eu acho assim que a creche, ela só tem coisa boa, né? Eh E até engraçado, né? Porque a minha irmã, como trabalha numa área mais financeira, administrativa, ela fala assim, ai você podia sair da creche, porque você vai ganhar muito mais. O mercado lá assim, ah mas eu acho que a creche eh eh me dá mais, né? Não em questão de salário, mas. Em questão, assim, de crescimento pessoal, principalmente, né? Porque, assim, como eu já falei no começo, quando eu entrei lá, eu senti, me senti em casa. Eu senti que eu podia mudar a mobília de local, eh eh mudar, né? Então, eh várias coisas. Inclusive, até para essa nova formação que a gente fez.

Porque antes os funcionários, as professoras entravam às oito, tinha uma hora de a e, uma hora de almoço, mas aí as crianças entravam sete e meia, meia hora as crianças ficavam soltas, sozinhas, sem ninguém olhando, sabe? E nessa época foi eh, uma criança que caiu né lá na na creche de um brinquedo, E ela quebrou o braço né, aqui em cima e teve que pôr um pino e tudo. E o e aí te teve infecção hospitalar, correu o risco de amputar o braço. Aí eu falava assim, tudo isso porque não tinha uma pessoa para olhar na hora. Tinha uma pessoa para olhar muita gente e não era a pessoa capacitada. Às vezes era a faxineira, a cozinheira que ficava olhando as crianças nessa meia hora. E eram crianças grandes que corriam, tinha a sua independência. Aí eu fiz um projeto para que as funcionárias tivessem uma hora e meia de almoço e que as professoras sete e meia estivessem lá para receber o seu grupo de crianças né. Aí passou pela diretoria, passou pela pela contabilidade para ver se era legal. E tudo, e foi aprovado. Então, mudou muito dessa época, né? E o que marcou foi esse menino, né? Que correu o risco de perder o braço, porque né não tinha uma pessoa especializada para olhar esse momento. Então, aí foram muitas mudanças. Quando foi isso, mais ou menos? Ixi, agora? Ai, dois mil e pouco, dois mil e um, dois mil e dois. Então, isso aí, assim, foi uma coisa que marcou, né? E teve até aquela questão, assim, ah, mas vai aumentar meia hora na carga olha, horária dos funcionários. Aí eu falo assim, não, antes meia hora e as crianças serem bem cuidadas, do que não, quem entrar para trabalhar vai saber que o horário é esse e tem que cumprir. E outra, a gente fica ali na esquina do shopping, né? Continental. Aí eu falava assim, gente, pensa, elas vão ter uma hora e meia de almoço. Às vezes elas deixam de comer para ir no shopping. Né Então, uma hora e meia dá tempo delas comerem e passear no shopping. E e aí foi, eh ajudou mutuamente os dois lados. E hoje, graças a Deus, está dando certo. Né e, eh se eu, deixa eu ver se eu lembro o nome. É meia hora para melhorar. Acho que é alguma coisa assim que eu pus o nome do do projeto. E era só questão de meia hora mesmo. Porque as professoras chegavam oito horas né, mas sete e meia as crianças já estavam lá. Quem que ia olhar as crianças? Juntava tudo no pátio com uma, duas pessoas olhando. Hoje não, hoje as crianças entram, vão direto para a sua sala com a sua professora. E mais ainda, agora com essa faixa etária menor né, porque a as crianças pequena, elas tra transferem a figura da mãe para a professora. Então, nada mais justo do que a professora esteja lá para recebê-la. E é muito legal, porque o dia que a professora não está, eles sentem, eles não querem entrar. xilique no portão <laughs> É muito legal. Então, quando eles veem a professora, eles sentem mais calmo.

Eu acho que é o a própria convivência com com as pessoas né, e que cada dia eu aprendo mais né, então assim Eu vim de um de uma área muito muito administrativa né da, trabalhei onze anos no Bradesco, uma coisa muito formal,

Eu até comparo, né? Falo assim, que no setor que eu trabalhava, eu descia do elevador no meu andar, se a porta tivesse fechada, eu nem descia do elevador, eu ia embora. Porque com certeza eu eu chegasse lá, o o chefe ia mandar eu embora.

Pode ir porque já de, já fechou. E realmente era assim, sabe? Você podia ficar três dia em casa morrendo, você chegava no serviço, estava lá, falta, falta, trouxe atestado,

Hoje não, hoje você conversa com a funcionária né, você tenta ajudar, tenta ser compreensiva. Ai, o meu filho está doente, deixa eu ir lá ver meu filho. Ah, então avisa fula A gente sempre está tentando amenizar tudo, por quê? Porque a gente quer que elas estejam bem né, o fato de estar bem, para poder atender bem as crianças. Né. Porque ninguém atende bem a criança se estiver preocupado com o filho né, com uma, alguma coisa assim. Né. Então a gente tenta suprir essas coisas. E aí tem muita conversa, muito combinado, né? Então, você vai hoje, só que amanhã né a tem que fazer. Então, a gente combina muito. Então, essa essa coisa de ser maleável, né? E, ao mesmo tempo eh, para para minha posição é complicado, né? Porque tem hora que eu tenho que falar não, né? E aí não. <laughs> Aí a coisa pega, né? Então, assim, tipo, eh na hora de pedir, a gente pede, a gente tem, mas quando tem que falar não e tem que falar não, aí. A direção sempre é a bruxa, né? Ah a diretora não deixou, a diretora não deixou. Então, é meio complicado né. E às vezes não tem como, né? Você tem que falar não, né? E a gente que nem, desde que eu entrei na creche Eu aprendi, concordo com isso, que a prioridade é a criança, né? Não não interessa, assim, se tem alguma, se a criança está precisando, tem alguma coisa e tem que resolver, então tem que ir, eh assim, papel pode esperar, né? Hoje a gente tem, assim, as coisas mais definidas, né? Cada um na sua área, tudo direitinho, mas se precisar, Às vezes eu estou lá digitando, eh fazendo, com criança no colo. Né. Às vezes a criança está carente, não quer ficar com a professora não quer, fica um pouquinho lá comigo né, aí dispersa um pouquinho, aí volta para a sala. A gente chama a mãe né, que é essa parceria muito legal com os pais. Então, eu acho que o o nessa questão da educação, ela é O essencial é assim, é o bem-estar né. O bem-estar da criança, do funcionário né. A minha cozinheira canta na hora do almoço. Porque tem uns horários que ela fica sozinha na cozinha, eu estou na minha sala e eu escuto, ela canta na hora do almoço né. Então, eu acho isso muito legal.

Ela não pode ver uma criança chorar que ela pega no colo. Eh Criança que a gente vê assim, que não toma banho, que tem esse eh, esses cuidados, eh essa questão de higiene pessoal que o, que a família não tem muito achego, eh ela chega para mim e fala, ó vou dar banho nele, tá? Elas trazem roupa de casa para as crianças, né? Inclusive elas estão fazendo uma campanha lá, cada dia eu vejo uma sacola lá para essas crianças da favela que pegou fogo, volta e meia tem uma sacolinha lá para, para a criança tal, para a criança tal. E então eu acho isso muito legal né, que é a questão do estar bem e estar bem com o outro.

Ah, é. Muita cobrança. Muita cobrança. O A parte eh burocrática é muito cobrada. Muito, muito cobrada. Porque é é muito papel para pouca coisa. <laughs> É muito. Tudo é exigido. Eh a gente tem vistoria assim praticamente semanalmente.

Pelo convênio com a prefeitura, nós temos duas vistoria que. Uma é a supervisão pedagógica, que vem eh ver se está tudo adequado né, a questão de espaço, de planejamento né. E a gente tem umas regras a ser seguida, tem que seguir. E tem também uma, uma vistoria Da parte de de alimentação, que vem fazer a verificação dos alimentos, da geladeira, e é muito rigoroso, muito.

Então, quando acontece na creche, a gente eh apura os fatos né, tudo, e chama a mãe para conversar. Quando é um acidente mais grave, que tem que dar ponto, porque a gente já teve braço quebrado, eh coisas de de ter que dar ponto mesmo, ter que levar no pronto-socorro. Por isso, a gente tem a enfermeira na creche. E a gente leva, ou às vezes tem também a questão daquelas febre que sobe de repente, a criança tem convulsão, a gente sai correndo, leva para o pronto-socorro, localiza a mãe, né? Enquanto a enfermeira está no pronto-socorro, a gente localiza a mãe, até para saber que remédio a criança pode tomar, que. Que não pode, né? E aí a gente localiza. Quando é um caso simples, dá uns dois pontinho, um bracinho quebrado, alguma coisa assim. Mas os âh ah os braços quebrados são, é raridade. Mas às vezes sempre rola um cortinho, geralmente nessa região aqui, que tem que dar um pontinho, né? E aí a gente leva para o pronto-socorro e depois fala com os pais, né? Chama a mãe, conversa. Ou se tem oportunidade, a gente pede para a mãe ir até o hospital, né? Às vezes a criança quer ficar nesse momento, é com a mãe, né? E E vice-versa também. Quando a criança aparece com algum machucado, a gente chama a mãe para explicar o que aconteceu, né? E às vezes gera aquele conflito, tipo, eh a criança se macho, machucou em algum lugar e não sabe explicar onde é que foi. Aí a mãe acha que é na creche e às vezes a gente acha que não é na creche. Então fica aquele conflito onde é que foi, né? E às vezes a criança está correndo, tem muitos casos que a criança está correndo, se machuca, bate, faz aquele roxo e e não fala nada. No na hora o sangue está quente, não percebe. Aí chega em casa e fala que está doendo né. E teve até um caso de uma criança que estava brincando na sala, aí a mãe foi até a sala na hora da saída, pegou a criança, a criança estava lá brincando, normal. Aí quando a mãe foi descer as escadas com a criança, a criança recla, começou a reclamar de dor na perna. E aí a mãe falou assim, mas você caiu? Não caiu, não fez nada, mas a perna doía. E ela levou no médico, o médico tirou chapa, fez a fez ultrassom, fez um monte de coisa e a criança reclamando. A gente supõe que deve ter sido alguma cãibra que ele deve ter tido, está brincando, depois pulou, alguma coisa desse tipo. E a gente não achou motivo para aquela dor, né? E a mãe viu que a criança estava brincando. Não tinha da onde tirar, mas a gente já teve, teve casos de de convulsão, a gente teve caso de um uma criança que entrou na creche com desnutrição, que a gente teve que fazer, dar um atendimento especial. Aí foi que o, que a gente teve orientação que a desnutrição não é só alimentar, é questão psicológica também. Então, aí foi muito legal que essa criança, eh a gente levava ela até a dispensa e deixava ela escolher o que que ela queria comer.
Né. Você lembra do nome dela? Ai <sighs> Não tem problema.
Não, passou.

Imagina, tanta criança. Então, e aí ela, a gente põe um caixotinho lá, deixava ela lá, escolhendo, para ver, para incentivar. Mesmo assim, às vezes fazia e ela nem comia. E aí depois ela foi pegando o gosto, aí a a enfermeira pegava ela assim duas vezes por dia, passava óleo, fazia massagem, todo mundo passava por ela, dava um beijinho, falava que ela estava linda e arrumava xuxinha de cabelo. E aí ela foi, acho que foi se fortificando, né? Até uma época assim que já não tinha mais necessidade de escolher o que queria comer, ela mesma, ela ia lá na dispensa, pegava o caixotinho, apontava, quero isso, quero isso, e a gente continuava a fazer o gosto dela. Hoje ela ela já saiu da creche né, ela deve estar o quê?

Ela deve estar na acho que na segunda série. E ela vai às vezes lá na creche, né? E ela vai toda contente. Ela sempre vai lá na cozinha dar um tchauzinho. E eh e essa questão dos machucados é assim. Questão do machucado, do banho. Nós tivemos também uma família que tinha um problema muito grande com a questão de higiene pessoal, né? Que o menino já tinha cinco ano e o pai dava banho de paninho. Igual você dá em bebê, né? Recém-nascido, às vezes está muito frio, né? Você só passa aquele paninho. O menino já tinha cinco anos. Não tinha chuveiro em casa, os banhos era de bacia. Aí a gente fez um trabalho Tinha um uma criança menor que tinha problema de fala. A gente fez uma parceria com o posto de saúde. E aí a gente foi trabalhando essa questão. Então, aí a gente tra, viu que os pais que eram resistente à questão do banho. Entendeu? Era só a questão do paninho mesmo. O próprio pai e a mãe usava paninho. Não tinha nem chuveiro em casa. Então, aí a gente foi adquirindo.

Já que não pode mexer com a família, então vamos tentar fazer com que a criança veja que o banho é gostoso, é prazeroso, e quem sabe ela leve isso para a família. Então, aí a gente passou a dar banho.

Põe uma roupa cheirosinha, passava perfume. Então, a gente tentou desenvolver isso na criança para ela poder levar para a família. Né. E a gente tem muitos depoimentos, a gente faz portfólio né das atividades da creche, e a gente tem muitos depoimentos né, tem um depoimento que a gente como a gente dá autonomia, nossas mesas tem tem toalhinha, vasinho, é garfo e faca, é guardanapo para limpar a boca, tudo direitinho né, e muitos chegam em casa e não tem né, aí teve uma mãe que falou que a criança foi no quintal, catou um caixote, Pôs, pegou o pano de prato, pôs e pôs dois matinho em cima e falou que queria comer ali, que ali era lugar de comer, porque na casa nem mesa não tinha. Então, é muito legal porque a gente faz e a criança leva para casa. Às vezes tem mãe que vem assim na creche e a gente vê o filho falar, não mãe, dá aqui que eu levo que você vai quebrar, porque os nossos pratos são de vidro, né? E E eles têm, eles manuseiam, eles mesmo limpa o prato, come de garfo, eles têm a opção de escolher se eles querem garfo, se eles querem colher, né? Então, quando eles levam isso para casa, né? Então, a intenção da creche, o que que é? É oferecer o melhor para a criança, para que quando ela sair, ela fale assim, não né, na creche eu comia de garfo e faca, prato de vidro, agora eu chego na escola, é colher de plástico, prato pronto, eu não posso escolher o que eu quero comer? Porque lá é self-service né, a gente põe e a criança se serve sozinha. Então essa é a autonomia que a gente quer dar para as crianças, para elas escolherem né. Tanto nessa questão de alimentação, de banheiro, a gente incentiva as crianças ir no banheiro sozinho. Lava a mão, tem o álcool gel. Agora tem essa questão, essas questões de exigência que a gente não pode usar mais sabão em pedra, né? O sabonete tem que ser líquido. Então a gente põe o sabonete líquido, eles usam sabonete líquido, álcool gel, né? A pia é bem baixinha, eles mesmo lavam. Então eles já chegam de manhã já lavando a mão e tomando café. E o café está lá. E e o nosso café é assim, é bem variado. Sempre tem uma fruta né, tem sucrilhos. E eles escolhem o jeito que eles querem comer. Tem criança que só toma o leite, tem criança que come só a banana, tem criança que come tudo. Tem criança que pega o potinho de sucrilhos, só quer o sucrilho. Tem criança que quer com leite. Então, é é oferecido o que a criança quer. E a gente vê que às vezes ainda tem creche que fala, não, é assim, tem que comer isso desse jeito. Não, mas se a criança quiser comer a banana com a comida, ela pode comer, né? Isso é muito importante, né? Na formação de um ser humano Isso é muito importante, porque é ela que vai escolher. E é uma fase de experimentação. Ela está experimentando né. Aí, às vezes, a cozinheira fala assim, ah, não vou fazer isso, abobrinha, porque eles não comem. Aí eu falo assim, nem adulto gosta muito de abobrinha, quanto mais. Não, mas você tem que fazer, porque eles estão em fase de experimentação. Aí tem a questão do incentivo, põe um pedacinho, tem criança que come, tem criança que nem fica no prato, já joga fora, joga embaixo da mesa. Então tem de tudo, mas é experimentação. E eles experimentam. A gente também faz a questão da das culinária, as crianças fazem pizza, bolinho, biscoitinho, suco, salada de fruta. Tudo isso eles fazem dentro de um projeto né. Quando eles eram maiorzinho, porque a gente fica na esquina, tem um Habib's, né? Então, quando eles eram maiores, agora eles são pequeno o, o Habib's não não tem esse projeto para os pequenos, era só para cinco anos. A gente levava as crianças para conhecer como é que faz a esfirra. Então, eles faziam a massa, amassavam, põe o recheio, põe ela na máquina, tudo, né? E depois eles comiam as esfirras que eles fizeram. Mas agora, como a faixa etária diminuiu, a gente perdeu esse contato. Mas a gente tenta o máximo, né?

Ai, são muitos, né? A questão do dos profissionais né, serem mais eh, reconhecer mais as crianças né, assim. Eu sei que que que o trabalho é difícil, é intenso tudo, mas com, com essa exigência eh do governo de que tem que contratar eh pessoas formadas em pedagogia para trabalhar com os bebês, às vezes gera assim, ah eu fiz pedagogia, eu não quero trocar fralda. Sabe? Então, esse reconhecimento. E às vezes a pessoa eh aceita o emprego e no dia a dia né, que você tem que dar comida, tem que limpar bumbum, tem que trocar fralda, aguentar vômito né. Tem a algumas pessoas que falam assim, ah, eu fiz pedagogia, vou ficar limpando bunda de criança? Né, eh Não entende eh que isso também é pedagógico. Então, o sonho era que que as pessoas aceitassem melhor essas funções, né? Porque eu sei assim, que você tendo uma formação, a área pedagógica vai render muito. E eu sei, porque eu fiz pedagogia, só que você sai da pedagogia com o aluno ideal, aquele bonitinho, cheirosinho, sentadinho na carteira, fazendo tudo que você manda. Aí você chega lá, você pega uma criança com nariz sujo, que você tem que, às vezes, dar um banho, porque não tem banho em casa. Então, vai se vai surgindo dificuldades no dia a dia, que às vezes a pessoa fala, ah não é isso que eu quero, eu quero ir para a sala de aula e e dar, e dar a lição. E aí gera aquele conflito, que às vezes aí você fica tentando que a pessoa entenda, a pessoa às vezes quer, de repente ela não quer mais, e aí gera todos esses conflitos. Então, o sonho é que viessem pessoas capacitadas, mas com esse dom de cuidar. Porque é complicado né você, com uma formação, chegar lá e ter que limpar. E geralmente essas as meninas né, e eu falo as meninas, que vêm para a creche, são pessoas muito novinhas né que provavelmente não têm filhos. Né, e é difícil essa aceitação né, de de você cuidar de uma criança. Eu eu falo que é difícil porque assim eh, eu prefiro limpar um bumbum de cocô do que calçar um sapato. Gente, é terrível você calçar sapato em criança. Então, eu acho que co, se acontece comigo, acontece. Cada uma tem o, a sua coisa, né que? Eu tenho um professor aqui, se for limpar um ou for ver uma criança vomitar, vomita junto, né? Então, é é difícil, né? Então, você tem que ter esses esses meios para cuidar da criança, né? E tem que gostar muito, né? Tem que gostar muito eh da criança, do ser pequeno em formação, porque nem sempre é fácil, né? Você conduzir a criança. Tem que ter o entendimento do do porquê que ela age daquele jeito, isso requer uma faculdade, um estudo, né? E tem que que entender, né? Porque é complicado você entender os quereres da criança, né? Eh e aí eu vejo isso diariamente. E assim, a a coordenadora pedagógica, ela tem que ter esse olhar, esse olhar bem aguçado, né? Porque ela tem que enfrentar situações de eh em sala de aula Que eh ela tem que dar o apoio para a professora né. Porque às vezes você entra na sala, a criança está fazendo uma birra. Uma birra. E não não se pergunta para a criança o que que ela, por que que ela está com aquilo. Às vezes é uma birra que veio de casa. Teve uma vez que que a gente pediu uma garrafa pet para fazer um trabalho. E teve uma criança que eu acho que ela lembrou quando ela chegou na creche e viu os amiguinho com as garrafas. Aí a criança empacou no portão, ela não queria entrar. A mãe fez de tudo e ela não quis entrar. E E aí a gente não não percebeu isso, né? A mãe acabou até levando a criança embora. Aí no outro dia né, acho que em casa, a criança falou para a mãe que tinha que levar a garrafa. Ela veio no outro dia com a garrafa e entrou e do portão ela fez assim, tchau mãe, pode ir. Então, tem momentos que a gente tem que ter esse olhar, que não é fácil. Eu lembro que uma vez a gente, eu fui viajar com a minha irmã e minha sobrinha tinha três anos. E Nós fomos para a praia. E chegou assim, deu umas onze horas da noite, meia-noite, aí a gente foi dormir. E era um lugar que a gente dormia todo mundo no mesmo quarto. Só tinha um, era um quarto grandão né, a gente se ajeitou ali. E tem os barulhos noturnos, roncos, né? E essa menina chorou, chorou, chorou, chorou. A minha irmã pôs ela no carro, ela não quis dormir no carro. Ela só sossegou quando pegou a estrada e veio embora. Era três horas da manhã.

E com cinco anos, é tão engraçado, né? Porque com cinco anos, ela falou para mim, ela falou assim, tia, sabe por que que eu chorei aquele dia lá na praia? Aí eu falei assim, não. Ela falou assim, porque vocês estavam roncando muito. Eu estava com medo. Então, a gente tem que entender essa coisa da criança né. E olha o transtorno que ela fez. Minha irmã ficou até três horas da manhã tentando fazer ela dormir, não conseguiu. Ela só teve que pôr tudo no carro e vim embora. E a gente fala, ai isso é frescura de criança. E ela estava com medo. Medo do do próprio barulho da casa, do ambiente e das pessoas todo mundo junto, um ronca, outro geme outro, né? E ela estava com medo.
E é difícil, né, distinguir na criança quando é que é birra e quando é que é
Então, isso é o dia a dia. E aí é o que eu falo, que o nosso trabalho era mais intenso quando as crianças ficavam mais tempo na creche.

Porque as crianças entravam com dois anos e saíam com cinco. Então, você tinha quatro anos para trabalhar com essa criança né, para dar ter um conhecimento e tudo. Agora, não. Eu fa eu fico pensando até que posição o governo quer que essas crianças tenham. Elas não vão ter vínculo com nada, porque a criança entra na creche com um ano, Sai com três, vai para o Emei dos três aos cinco, com cinco vai para o fundamental.
É muita mudança, né?
É muita mudança. Eu achei, acho que o governo quer que as crianças não criem vínculo com nada, porque a criança pequena, por exemplo, minhas crianças de um ano, elas estão começando a criar vínculo com a gente agora né. As de dois anos já tem, mas já vão sair esse ano. Então, aí vai para o Emei. Até se adap, aí tem criança que tem dificuldade de adaptação. Eu tive, tem criança que tem. Aí vai ficar dois anos no Emei e já muda de novo. Ou vai criar pessoas inseguras e pessoas incapazes de criar vínculo com com outras, com a, com o ambiente, com as coisas, porque muda muito. Muda muito.

Tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não perguntou, não deu oportunidade?
Eu acho que eu já falei tudo até
E o que que você achou de dar essa entrevista?
Olha, eu cheguei bem apreensiva aqui, né? Bem assim, ai meu Deus, será que eu vou falar? Será que eu vou conseguir falar?

Eu gostei. Hesitei muito para vir aqui. Eu acho que é essa quinta ou sexta vez que foi marcado para eu fazer esse depoimento, né? Mas foi legal. Finalmente aconteceu.
Obrigada, viu? Parabéns.

Obrigado vocês.